Vê cento e sete. Norbertino, a gente vai quer começar que você fale o nome completo, o local e a data de nascimento.

Quatro, eh. Que dia?

Norbertino, eh fala um pouco de seus pais, o nome deles, o que eles faziam.

Meu pai trabalhava muito com juta, na época a gente era o produto daqui da região. Tive gado também, tive uns terreno.

Também trabalhadora rural, trabalhou aqui. Esse terreno inclusive, esse terreno aqui era do pai dela. E a gente eh conviveu aqui até agora. Nesta data, né? Eu Eu sempre trabalhei aqui Eu sempre trabalhei aqui com ela, que eu fui o filho que mais trabalhei para família, né? Eu casei eh com vinte e seis anos, eu só eh deixei minha mãe depois de construir família eh.
Norbertino você conheceu os avós? Hum Não não não. E quantos irmãos que eram? Nós éramos oito. Oito? É. Você é mais velho? Mais no
Não, eu sou o terceiro.
Eram quantos meninos, quantas meninas? Era
Só duas mulheres.
Tá. É. Queria que você falasse um pouco, quando o senhor era pequeno, como que era aqui essa o lago do Piranha?
Olha, quando eu era pequeno, era melhor do que agora né. A gente era muito farto, muito tracajá, pirarucu. Peixe mesmo tinha muito, a gente pegava com facilidade. Também era pouca gente né, porque não tinha muita gente como tem hoje. E a vida era melhor eh. A gente não tinha aquele aquele cansaço assim de ir procurar comida muito longe, porque tinha muito aqui. Aqui era um lugar muito bom. Sempre foi, né? E Agora que está mais difícil, porque tem muita gente já. E... já não temos aquela facilidade que tinha, mas dá para gente viver.
Eu queria que você falasse como era a sua casa quando o senhor era pequeno.
Olha, a minha casa quando a gente era era pequeno era de palha. Eh Naquele tempo, como eh como eu estou dizendo, não tinha aquela... aquela... eh hum eh como é que se diz? Assim, de ter as coisas, de... não. Minha mãe tinha gado também, mas a gente nunca fez uma casa boa, sabe? Porque eh era a gente que comandava e e não tinha aquele pensamento de morar numa casa melhor. Era <laughs> Nossa casa sempre foi feia, assim, de palha, tudo mal ajeitada, né? <laughs> Já depois de casar que a gente fez essa barraca aqui melhorzinha para gente que já está aí embaixo, né?
Já. A casa de palha, você poderia explicar para gente como é que faz para fazer o telhado assim?
Olha, a palha ela é uma palmeira igual esse coqueiro aí ó Aí ela dá umas guias eh fechadas, né? E a gente quebra, tira ela Na mata dá muitas dessas guias A gente tira elas, abre e aí seca ela para cobrir a casa Tem umas aí ó
É. E aí trança na?
Não. Põe assim só. E aí não chove não. E
com vocês e seus irmãos eles conseguiam estudar? Tinha escola aqui perto? Como é que era?
Olha, nós estudamos bem pouco. Eu estudei... pouquinho, pouquinho, porque era difícil, Tinha só uma escolinha ali e era era muita dificuldade. Trabalhava muito, tinha que eh que ajudar para... A minha mãe, né? Meu pai, de certo tempo, ele foi embora de nós e e... Aí ficamos só com a mamãe. E era a gente que mantinha a casa? Tinha que trabalhar na roça. Às vezes a gente ia na escola, só de repentinho lá, pedia para sair e vi vinha embora para roça. Aí eu não tive essa oportunidade, né? Estudar E todos eles foram assim. Mas a escola era do outro lado da... Era do outro lado, lá naquela ponta lá.
E aí vocês pegavam o que? Era
Canoa? Canoa, remo e aí ia para lá eh.
queria que você contasse um pouco, eh acho que quando o seu pai foi embora, qua quando qual idade você tinha mais ou menos?
Eu devia ter acho que uns oito anos, quando ele eh eh se separou da minha mãe.
E você lembra de dele falando? Eu já lembro, assim. É? É. E como E como foi essa fase para você?
Olha, foi difícil, né? Porque sabe que a gente a gente criado sem pai eh é muito difícil, né? Felizmente minha mãe era uma mulher muito trabalhadeira e que ela nos ajudou a criar mesmo, mas foi muito difícil, né?
E aí vocês ajudavam, eh o que vocês faziam? Já se plantavam?
A gente já fazia farinha da mandioca eh naquela época. A gente era curuminzinho, Cada um levava um panheirinho lá para roça. Para trazer dez mandioca, cinco mandioca, conforme aquilo que garantisse, né? E aí chegava em casa, descascava e a gente mesmo ralava e ela torrava para gente comer.
Como é que era? Esse uh Para ralar, fazia com lata como que?
Era com lata. Eh <laughs> Furado com prego. Furava a lata na terra assim, fazia aquele ralo, né? E aí ralava a mandioca. Isso aqui meu era tudo comido de de dente de ralo. Às vezes escapulia a mandioca assim e aí era a mão que ia no no no ralo. Aí tirava isso aqui da gente. Cortava tudo por aqui.
Você pode contar um pouco do processo todo da farinha para gente entender como é que faz a farinha como é que se? Desde o comecinho, da plantação até o...
A mandioca que a gente roça é o mato, né derriba queima aí planta capina a roça aí com um ano já dá para começar a tirar a gente tira a mandioca põe na água um pouco né aí no outro dia vai tirar a mistura chamada que é só a dura né aí rala essa d'água e a dura de terra e aí mistura ela e deixa para outro dia. Aí no outro dia a gente vai, a gente espreme ela e torra. Aí já gera a farinha. É um processo meio longo da farinha, né?
E você fazia todos os pro você ou você tinha algum processo mais que fazia demais?
Olha, é... porque a mandioca, ela ela tem vários processos, né? Gente que peneira ela duas vez, outro que peneira três vez eh. Outro só uma vez. Né? Mas a gente sabe fazer tudo isso.
E ela ficando mais fininha, você pode peneirar. É, é. E como o senhor gostava mais? Mais dura ou mais
Olha, a gente fazia só na farinha comum mesmo né que Depois de eu ir aprender isso, já depois da da ciência já, curso por ali, que a gente podia aprender já. Naquela época era só mesmo só mesmo torrado mesmo, aquele bagão grande assim, a gente comia, porque não tinha outro jeito não era o... É. Era bem duro assim.
Bem duro, é. <laughs> Norbertino, tinha tempo de de brincar?
Muito pouco. Muito <laughs> Muito pouco. É Mais era trabalho mesmo. Ninguém tinha tempo, assim, de brincadeira. Eh <laughs> Primeiro é que a minha mãe não gostava que a gente jogasse bola, né? E E aí a gente... Enquanto a gente fugia, assim, que dava um tempo, a gente brincava. Mas era muito difícil, né? Porque ela era muito, assim, muito brava. E a gente tinha medo. Filho naquela época tinha medo. É como hoje, que que os filhos hoje não tem medo mais de de mãe, faz o que não deve fazer, não, naquele tempo tinha medo. Eu estou dizendo que eu trabalhei até vinte e seis anos para casa, porque porque eu tinha medo dela.
Mas quando conseguia fugir, qual qual era a brincadeira, era bola?
Era bola, que era uh <laughs> era o que tinha por aí.
Vocês faziam a bola? Ou comprava?
Eu comprava a bola. A gente fazia de seringa. Tinha um um senhor que morava lá na outra comunidade, para cá para o centro, que tinha um seringal. E aí fazia umas bolas assim de seringa. Que ah Aquilo pula muito longe, né? E a gente brincava com com aquela bola. Agora era bom porque a gente ficava também muito ligeiro, porque a bola faz o cara ficar ligeiro, né? Ela dá aqui na terra e pula ali lá muito em cima. Tem que ser bom para pegar ela. <laughs>
Era a bola que tinha. O que mais plantavam fora a mandioca?
Olha, plantava... Laranja. Inclusive Tinha ali até... Um laranjal lá que... Ele está se acabando agora, que queimaram tudo. E dava muita fruta lá. Laranja, ingá. Cupu. Isso era planta. Aqui tinha.
E vocês consumiam ou vocês vendiam? Eh
Era só mesmo para mesmo para comer mesmo.
Para consumir mesmo. Não tinha nada que vocês botassem para? Não tinha
Nada. É. Até o começo mesmo era era era bem pouco naquela época. Não tinha saída. Era só para comer mesmo.
E de peixe? Qual eh A pe a pesca era com o quê? Com tarrafa?

O peixe eh... <laughs> Como eu já disse. Tinha muito. Antes de de meu pai deixar a minha mãe, ele era muito pescador. E ele matava muito pirarucu. Todo dia ele matava pirarucu. Tambaqui ele só matava grande assim, oh. É. Assim mesmo depois dele deixar ela, que ele vivia já para outro para outro lugar, mas sempre ele matava e trazia. Assim, deixava assim. <laughs> Mas não vivia mesmo com a gente mesmo.
É só para comer mesmo. É. Mas era

Era com tarrafa ou como é que era a pesca? É. Tinha manilha?
era com tarrafa. com, flecha. É. Certo.
Tinha arpão também ou não? Caniço. Eh
Era pescaria. Pescava para o consumo? É Para o consumo. Porque não tinha saída. Naquele tempo.
E vocês iam muito atravessando aqui, muito para para fora? Vocês tinham muito contato com... Ficava mais aqui na comunidade?
mais aqui mesmo. É. É aqui mesmo.
E as canoinhas quem fazia? Eram vocês mesmo que faziam canoa?
Não, tinha um mestre que fazia canoa. É como tem hoje, né? Eh Tem homem que mora bem ali que que fazia as canoas. Para pescaria. Para viagem. Era ele que fazia. Pequena, grande.
E aí para comprar, vocês trocavam por produto?
É, trocava por produto. Vez quem tinha gado, vendia. Uma rei, dois, né?

Comprava canoa. E seu
E seu pai também fazia... eh cultivava gado também? É, cultivava

Como é que é o gado daqui, assim? Ele é uma carne boa ou é cultiva?
Olha, é... Segundo a pesquisa, que o gado daqui é o melhor gado que tem porque ele não é... não é cuidado, assim, com com hormônio, com outra coisa. É só mesmo com capim mesmo, né? natural, né? E sempre foi assim, a carne daqui é uma carne, eu acho, boa, melhor do que essa que vem lá de Obre, vem eh de Santarém, lá de outro lugar, né? Porque porque porque é um gado sadio, aí a gente vacina bem o gado, é bem vacinado e a carne é boa, é. Mas se tem tem problema de quando enche ou lá?
É só porque enche ou ele fica sempre assim? Ele tem alguma época de cheia? Ele enche mais do que isso.

Ele enche. Mas não chega a encher aqui assim,
Não, aqui não. Ele enche até por ali assim. Ele e vaza que seca tudo isso aí. Até lá fora.
Não afetava o pasto dos gados, não? Não.
Não, porque nessa época eles estão lá para. É. A gente tem aqui um controle aqui com gado que ele passa aqui cinco meses aqui e seis meses, sete meses Lá na. É. O tempo que que bate o verão aqui, a gente joga para lá. É, eles ficam lá. Quando enche, a gente passa para cá, como agora.
Ah só para eu entender, serve para quê, assim? Qual é qual é o motivo, assim, melhor?
Olha, eh qual é o motivo? Porque nós aqui não eh não somos, assim, estruturados para aguentar o gado aqui. Não temos ajuda aqui de de governo, de de prefeito. A gente é fazer uma capineira e foi conservar aqui o gado toda época. A gente já pensou isso. O já falou muito sobre isso, mas só que só ficou no papel. E aí é obrigado jogar para lá porque não aguenta aqui o pasto que tem aqui.
O seu pai já fazia isso já?

E você não mudou nada?
Nada, porque não tem como mudar ainda, né? Uhum. Eu que <laughs> Nós pensamos agora Em fazer uma capineira, Para aguentar aqui o gado mesmo, a gente não conseguiu fazer ainda. Norbertino
Queria perguntar, voltar para infância de novo agora. Uhum Lembrar um pouco. Eh, você falou que sua mãe era muito brava, né? Você lembra se ela dava muito castigo em vocês? Quando vocês aprontavam muito? Como é que era isso?
Olha, a gente apanhava... Eu apanhei muito. Até porque eu era muito péssimo. Eh Ela mesmo brava como ela era, mas a gente aprontava, porque sabe, moleque é moleque é escroto. Você ponha com outro e o cara vai mesmo, né? E aí, quando a gente chegava, ela metia a porrada. Mas a gente ia porque, sabe, a gente estava novo e queria jogar bola, a gente queria ir na festa. Depois de eu eh de dezoito anos, a gente gosta da festa, né? E aí, às vezes, ela não ela não queria aí que a gente fosse, né? Às vezes, a gente ia e... E aí quando chegava a gente pegava porrada. Mas a gente não não abrochava porque <laughs> não tinha como, né? <laughs>
Que festa que tinha aqui?
Tinha festa nesse tempo. Era de tambor, eh violino, aqueles instrumentos de de de corda, né? E era essa que era a música daí das festas.
Mas elas passavam por a por por aqui na comunidade?
É, tinha festa para cá, tinha para cá para o lago, tinha lá para o Araçá, para o Miri, tudo por aí tinha festa, né? A a gente ia. E se
Qual é mas você lembra no nome das festas? Alguma
Algum nome assim? Não, não me lembro o nome das festas, não.
E tinha comida diferente nas festas?
Olha, naquele tempo, não.

Não. Naquele tempo era só festa mesmo. Às vezes eh eh... É assim, festa... De santo que tinha comes e bebe, assim. Mas era dado também, né? Tinha biscoito, tinha comida mesmo. Era dado, né? Não é como agora que que o povo só eh só faz festa hoje para ganhar dinheiro, né? Eh É comida vendida, é é Guaraná. <laughs> Tudo vendido, né? E naquela época, não. Era era gratuito. A gente ia, comia, bebia e hum não tinha esse negócio, não. Era mais comum, como se diz.
E essa essas festas de de de santo eram fora da comunidade? Era fora, tinha é. Onde que era? Quais, onde, era em Juruti?
Olha, tinha festa para Juruti. Tinha lá no... Lá para o Miri, ali no Cajuaçu. Festa de... Três dias. Tinha lá para o Batata, para uma comunidade que tem para ali.
E aí era da igreja, né? É. Tinha igreja aqui na comunidade? Tem igreja aqui?
Tem. Lá na ponta tem.
Mas ah naquela época não tinha.
Não, naquela época... <laughs> A gente rezava numa casinha lá. É Até isso era era <laughs> era carente né que ah. <laughs> A celebração era era na casa era. Era diferente mesmo era eh. Estilo de pobreza mesmo. situação difícil, né?
Mas o padre vinha aqui? Vinha. E quanto e quanto tempo ele vinha?
Olha, ele vinha de ano em ano nessa época. É. Uma vez por ano só? É, uma vez por ano.
E aí fica rezava um dia e ia embora? É
Ia embora. Aí o pessoal que se virava para ir para <laughs> procurar salvação, que o padre ia ia embora.
E para se tratar, como é que era quando ficava doente?
Olha, é eh... Ele fez <laughs> um fez uma pergunta muito bonita agora. Naquele tempo, eu acho que não tinha tanta doença que que tem hoje, né? Era difícil di difícil mesmo adoecer, é. E quando adoecia, a gente fazia chá de folha de de pau por ali, de de raiz, de pau e dava certo. A doença eh que tinha era dor de estômago, dor de cabeça. Era muito difícil dizer assim, olha, o fulano está doente de câncer. Ninguém nem conhecia o que era né. Até porque eh eh se comia coisas eh eh eh eh eh natural, né, e não comia tomate vindo lá, Lá não sei da onde com... É é tudo cheio de química. Então... Era difícil que assim aparecer uma doença assim feia com a gente. Muito difícil mesmo. E eu acho que Deus mesmo cuidava do povo porque sabia que né que era pobre. Ele cuidava.
E você tem conhecimento de ervas, sim?
A gente conhece umas que a gente faz chá né para... <laughs> Dor de estômago, dor de cabeça.
Você pode falar alguma para para gente conhecer algumas também, assim?
Ué uh tem hortelão, tem o tal de eh... como é? Anador. Plântano. Tem diversas para... aqui, como é para... para fígado, como é que dá... Até me esqueceu agora. É. Paregórico. Boldo. Tudo isso aí... É bom para chapa. Para dor de estômago, dor de cabeça.
Para você e seus irmãos, vocês nunca ficaram muito doentes? Não. E cemitério? Tinha aqui? Não. E aí quando a pessoa morria, enterrava aonde? Enterrava lá em Juriti.

Como é que é <laughs> era? Botava na canoa, e aí levava por canoa, chegava lá, carregava e ia para o cemitério.
Daqui para Juruti, eh de canoa, dava quanto tempo? Assim, umas horas?
Olha, a remo eh eh dava, acho que uma hora e meia. Agora em motor é, acho que meia hora, uma hora por aí. Perto. A remo, a gente ia lá, e aí vinha Ia de manhã, quando era ali, pelas onze horas, estava aqui. É perto daqui.
E vocês aí, em Juruti, compravam umas coisas?
Era só lá que a gente comprava. O que que ia comprar lá? Eu não tinha comércio aqui. Açúcar, café, sabão, sal, pílula mesmo, quando eh... Remédio, assim? É É, remédio eu comprava lá.
E aí quando a pessoa morria, tinha padre lá para fazer o enterro? Ou o padre também não tinha lá?
Não, o padre o padre não se envolvia nesse negócio de de morte, não.

Não, era o dono do do do defunto era que se virava para enterrar ele.
É. Entendi. Era aquele mesmo cemitério que tem lá?
É, no mesmo cemitério, é aquele mesmo. Lá Lá tem milhões de de gente lá, que aquilo é muito velho.
Entendi.

E o o lago, quando você era pequeno, ele era diferente? Mudou alguma coisa o lago? Fora os peixes?
Olha, mudou. Eh Porque ele era mais fundo. E depois eh de aumentar a população, eles eh descobriram a toda a beira dele, né? Como está aqui, oh. E aí, eh dessa chuva grande, aí arria para as terras e está aterrando o lago.
É. Está ficando mais mais raso. É
Mais raso. A gente percebe isso. Quer dizer, tem gente que não percebe isso, mas é mas é o que está acontecendo.
Mas é por causa do desmatamento?
É, por causa do desmatamento.

Olha, aqui arria muita, muita terra aí, oh. E não só aqui, como todos esses portos por aí. E a gente percebe mesmo que o lago está baixo. A gente divide essa...
Quando eh dizendo mais para frente Um pouco na sua vida, mais Já Adolescente, jovem, quando que o senhor
a sua mulher? Ah eu conheci ela <laughs> já estava com De viagem daqui para lá. E aí a gente eh se gostou lá numa festa. E de lá <laughs> a gente continuou a amizade, né? Foi Foi até que gerou o casamento. Até hoje a gente está junto aí.

Tinha que pedir a mão? Como é que era aquela <laughs> aquela época?
É, eu pedi ela do pai dela, que ela não tinha mãe também mais. É. E aí eu pedi ela do pai dela para casar comigo. A gente casou. E construiu umas belezas que estão por aí, uns filhos. E a gente está vivendo aqui. Um já casou e outro outros são solteiros.
Mas aí você conheceu ela na festa, depois casou e veio morar aqui? É.
Aí viemos morar aqui. Primeiro moramos ali, bem ali de lá. Bem ali, agora estamos aqui.
E aí você saiu da casa de sua mãe?

Morávamos um tempo também num centro ali que nós temos lá. É que lá tem plantas lá. Nós morávamos acho que uns dez anos lá. Logo que nós casámos. Uhum De lá que viemos para cá, daí rumo para ali, daqui viemos para cá. E passemos também de um uns dez anos lá no Juruti Velho também. Num terreno lá. Lá nós fizemos muita roça, lá trabalhamos lá e fizemos tudo. Quando vimos que não ia dar dar certo mais, nós vimos morar para cá. E aqui a gente tem, eu acho que daqui só.
Era roça do que lá que tinha que não deu certo?
Era de mandioca. Mas era muito longe da cidade lá, né? Aí foi o tempo que que cresceu os curumim. E aí tinham que estudar, né? Porque lá era difícil. E aí nós se mudamos para cá.
Na época que que você casou, estava sua mãe estava plantando o que, você lembra?
Olha, estava para ela estava aqui, mas ela estava velhinha já. Ela ainda plantava mandioca. Mandioca, a maior parte é mandioca. É É que a cultura aqui mais era mandioca, né?
O pessoal aqui da da comunidade pessoal planta mais para comer, é, não para vender assim.
É, é só para comer mesmo.
E aí quando você casou, aí você foi plantar mandioca também? Mandioca também. Aqui também, depois que você voltou? É
Aqui também.
E que mais que você você e sua mulher eh começaram a plantar aqui para para sustento aqui?
Bom, lá no centro nós tínhamos muita coisa lá, né? Cana, cará, manicuera, macaxeira, banana, que dava bem lá, né? Nós tínhamos muita coisa lá. Que
A terra é melhor? É melhor lá. Que tipo de terra que é? Eh
Terra barro misturado com massapé.
E dali vocês também não vendiam nada, assim só?
A gente vendia. Eh... Você mantinha de lado com eh... com a farinha, com banana, com... cará. Cana Fazia mel lá. Mel de cana.
E quem comprava era era Juruti? É
Era, a gente vendia. Vendia lá, vendia por aqui mesmo, que não tinha, né? A gente ia vivendo.
E para ir vender lá era era o que? Era era Era animal que levava? Vocês nas costas? Não, era Barco?
A gente carregava do centro para canoa e de lá ia na canoa. É para vender lá.
Tem saída para... Tem.
Tem saída para Agora está bom que tem... Vem carro aí mesmo. Passa bem lá no terreno mesmo. Naquele tempo não não tinha nada. Era Era difícil, né?
Com com que idade você foi para ir pela primeira vez? Quando você foi pela primeira vez, tinha quantos anos? Quando nasceu o primeiro filho seu?
É... Uns vinte e sete
Vinte e É. E aí eh, como é que era? Era a parteira que vinha aqui? Era
Era a parteira.
Você lembra o nome da primeira parteira da sua mulher?
Foi a... Não lembro qual era o nome dela antes.

Mas e naquela época morria muita criança para quando nascer assim em causa de parto ou não?
Olha, só quando era hora mesmo, né? Mas era difícil morrer. É, difícil mesmo. Eu acho que até que hoje morre mais gente do que do que naquela época, né? Eh Porque tinha mais cuidado, tinha mais A mulher só saía eh um oito dias de dentro, né? Quer dizer, que tinha mais zelo do que agora. Hoje não, a mulher tem um filho e já vai embora pegando chuva, pegando vento, pegando tudo. Eu acho que até que é por isso que que acontece mais as coisas, né? Era difícil morrer.
Mas e perguntar uma coisa, e a e os animais, assim, tinha cobra, por exemplo, como como as
Coisa assim... Olha, isso isso sempre acontece, né? Agora, é difícil também acontecer eh. Fui mordi eh Ela foi mordida por cobra lá na roça. Uma vez. Mas durante toda a vida foi foi essa vez só.
Que cobra que é?
É surucucu. Hum É. E aí tu saiu para cidade de lá, e que era longe, né? E aí, se atemos dela conseguiu escapar.
E que que dá de... Qual é o é o efeito que dá na pessoa que é mordida de surucucu?
Olha... Ele escurece a vista, ele bota... Sangue pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido. E aí vai até a morte mesmo, quando é para morrer, né? Uhum. É.
É rápido, assim. É é
É rápido. Quando eu estava com doze anos, eu fui mordido aqui. E naquela época era mais mais difícil do que quando eh ela foi mordida, né? Eu Uh só tomei remédio com contra veneno. E eu consegui fazer escapar.
Mas você lembra bem?
Lembro bem.
Como é que era? Tinha

Olha... Para mim não doeu muito, como dizem que dói. Porque... Nem para todos o efeito é só um. Eh Outros dizem que o que o que mata mais ligeiro é o espanto. Eu até acredito que seja. Agora, o que me mordeu só inchou muito. Inchou mesmo muito fui obrigado partir a bermuda para tirar a perna. É

Qual foi a sua reação? Quando você foi picado pela cobra?
Olha, só me deu assim passei uma tontura na cabeça, né? Mas depois eu afirmei, mesmo assim, aí... Não, não, não... Só inchou mesmo.
E a cobra foi embora?
Não... <laughs> Nós matemos ela.
<laughs> E aí vocês conseguiram... Só depois de vinte e quatro horas vocês foram para para cidade?
É. Mas por quê? Porque não tinha bicicleta <laughs> naquela época, não tinha moto. E... Por canoa, e eles acharam que era longe para ir. Por canoa, né? Aí foram por terra a pé. É daqui para eh eh eh <laughs> Chegaram lá, só tinha um enfermeiro aí naquela época, né?

E por coincidência ele não estava. E aí meu pai te teve que esperar ele ir lá para ele chegar para ele... ele vender o medicamento. Mas quando ele... ele ele chegou para cá já era no outro dia. Já era de madrugada quase. E aí... mas eu não morri. Deu para escapar.
Mas tinha umas rezas também, né?
Contra picada, não tinha? Nunca fiz Nunca fez reza?
Não. Seu Norbertino, e... e visagem? Tinha essas histórias aqui? Visagem?
Olha, eu nunca vi aqui visagem.

Pessoal dizem que... que viam visagem, eu nunca vi.
Qual qual que eles dizem que viam? O que tem aqui de história?
Era matinho, mais era matinho que. Os pessoal, rapaz, viam aqui. Como é que é essa daí? Matinho de canta... de nudes que seja era de gente <laughs> seja era de gente eu não sei, eu nunca vi isso não <laughs> o senhor o senhor tinha medo quando era pequeno disso? Olha eu eu tinha porque uma vez eu vi um pescando ali eu via um eu ouvia um assovio e segundo pelo conto Era matinho, agora eu... Eu não enxerguei ele, né? Eu vi só o assovio dele, mas fiquei com medo, né? E
E como como até hoje não tem energia elétrica, naquela época também não tinha, claro. Não

Aí quando ficava escuro, tinha essas histórias todas.
Hoje está mais mais... Porque... Para ali... Quando acende aquele motor lá, clareia todo o lago aí, né? Naquela época não tinha, era mesmo escuro mesmo, ainda tinha mato pela beira, assim. Mato grande como aqui, a gente escurecia lá no lago mesmo. Era feio por isso. Agora não está... Está tudo tudo limpo já, tudo... Era mais fechado a mata?
Era. Entendi. E aí a a sua mãe não colocava medo em vocês, não? Não. De falar, não vai para lá que vai ter bicho?
Não. <laughs> Não, porque era acostumado aqui, ela sabia que a gente não tinha medo, né? Hum não tinha como, é não tinha como <laughs> então voltar para o seu casamento aí você começou ah aí você veio para cá e montou essa casa aqui é, foi aí montamos aí de um tempo para cá nós eh paramos mais de fazer muita roça a gente faz só para comer mesmo aí cuida mais do gado leva na vargem aqui também mas a gente faz farinha sempre eh como é que foi para montar essa casa aqui?
conta um pouco assim porque já é uma casa melhor do que você tinha antes
Olha, isso aí foi um projeto do INCRA, né? Em... em e nova... Aliás, em... Em noventa e seis começou... Uma briga por causa de uma área... para o centro, né? E foi briga mesmo, que tinha um homem rico aí. que que era dele, aí o povo eh eh para invadiu a área lá. Hum E aí... Aí veio o juiz para ir, veio o advogado, veio as autoridades. Eh Só que o cara perdeu a questão. E aí eles planejaram fazer um assentamento dessa área aí. Eh Aí... Quando veio a ordem para o assentamento, Eles olharam esta nossa área aqui também que deveria ser também um assentamento aqui. E aí e aí justamente fizeram aqui o assentamento aqui. Fizeram lá junto, lá e aqui nesta área grande aqui. E aí eu fui tirado eh para presidente da associação eh Aí eu assumi a presidência eh junto com o sindicato. Quando foi em dois mil, veio um projeto para nós. Depois de de muita luta, muita conquista, veio um projeto para nós de cem casas que o governo ia mandar fazer e ta ta ta, e aí nós fizemos documentos para o sindicato, o projeto era dois mil reais, dois mil e quinhentos reais. É Só que demorou três anos para para chegar o projeto. Quando chegou, não dava para para construir mais a casa. Os dois mil e quinhentos. Já tinha subido tijolo, subido o cimento, mão de obra, né, e aí E saiu os dois mil e quinhentos mesmo. Não Não tive nem aumento. E aí nós conseguimos construir as casas. Mas só construir ela mesmo e cobrir com eh com esta marca de telha. Está bem aqui, um pedaço.

vinham terminar, vinham terminar, vinham terminar, vinham terminar, e tá, tá, tá, e vai para cá, vai para lá, e eu saí. Levei quatro ano lá. Ainda fizemos mais, cento e poucas, mas só assim. Eh Só mesmo, só mesmo, se levantou e cobriu.
E aí ficou. Norbertino, Só só só um segundinho, só para gente trocar. Pode continuar, Norberto.
Bom, eu passei um pouco. <laughs> Eu vou voltar. Está bom, está bom. Eh eh Aí veio a demarcação eh. Primeiro antes das casas, né? Aí veio a demarcação eh eh. Fui demarcado cento e

a demarcação. Depois veio com acho que com uns... uns dois anos veio outra demarcação. É que demarcou mais duzentos e não sei o que lotes, que eu não tenho agora bem na mente. E aí parou. E até hoje não veio mais, não terminaram de demarcar a área do assentamento. E aí começou... vi as casas, que eu ia chegar lá as casas eh eh foram feitas cento e vinte casas nesse modelo aí mas não tinha varanda não, era só mesmo a casa e só mesmo levantado para ter coberta como estão umas ainda ali pela ponta ali passaram lá, viram umas casas lá eh daquele jeito ficou Aí nós passamos eh cinco anos sem... sem mexer com ela, Porque a gente estava esperando que o governo fosse mandar terminar, mandar... Mas, aí quando a gente viu que ele não... não mandava mesmo, aí nós... nós fizemos. Fizemos um jeito aí e... e fizemos a casa. Só que... não terminou bem, bem ainda, mas a gente já mora aí, né? E muitas não terminaram, Então eu vou terminar. Está. É.
Queria que você vo voltar um pouquinho para eu entender um pouco melhor. Tinha uma pessoa aqui que tinha um terreno, isso que eu que eu não entendi muito bem o processo, que que estava querendo ocupar.

Tinha uma pessoa mais rica? Como
É, tinha uma pessoa rica aí, que tinha uma área grande aí, eh chamada Jaralândia. É E aí o pessoal Começou a ir para cima da área lá para plantar roça, né? E aí ele brigou com o pessoal, queria julgar de lá o pessoal e o sindicato se envolveu. E aí o pe o pessoal foram para <laughs> para cima do do lote lá e foi aquela briga. Isso eles levaram brigando, acho que levou uns dois anos por causa dessa área aí. Quer dizer, que aí foi de dessa área que surgiu este assentamento aqui. Também. Hum E aí depois o homem perdeu a questão. Porque ele não tinha direito, ele não tinha... Não documenta, ele não pagava nada para o estado, para o eh município, nada. E E o terreno não tinha documento. E aí ele perdeu a questão. Hoje lá também é um assentamento lá.
Ele produzia alguma coisa lá? Não, ele não.
Era uma era uma só um campo deles. É, é. Era só mata mesmo lá.
E aí você você fez parte do começo do movimento? É. Eu queria que você contasse um pouco as histórias. Por que como é que foi esse conflito? Como é que que como é que era isso?
Olha... <laughs> Esse conflito aí... O pessoal eh... Ele marcava o dia que que vinha aí... o advogado, o juiz. Naquela época era difícil ter juiz aqui em Juruti. Era só em. Aí eles adiaram um dia que que vinha lá para o juiz, o advogado, o promotor, essa gente. E aí, o sindicato convidava o pessoal para ir para lá, para... pressionava. Às vezes a primeira briga era com duas famílias, aí mas aí ia muita gente para lá para para ajudar o cara. <laughs> Aí fui fui até que nós conseguimos ah ah a ganhar a terra. É Que a terra não produzia nada e quem não não podia ter aquela área lá dentro de terra porque tinha muita terra. É.
Quando que foi que ele comprou lá?
Mas... Olha só, eu fui um tempo que... que que ele foi promotor... em Juruti. E aí o pessoal tinha medo dele, que ele era um homem assim muito bravo. Ralhava com os outros, lambava. Sabe, naquele tempo a gente tinha... tinha medo mesmo... das pessoas, né? E aí ele fazia o que ele queria fazer. E aí ele conseguiu as terras... É... a quantidade que ele queria. Inclusive, eu tenho um terreno lá na vargem que ele tem um terreno lá que que agora os filhos dele já não brigam mais, né? Que que ele já é morto. Mas os filhos dele ainda brigaram comigo lá por di diversas vezes, né? Mas a gente não... eh não afrouxou lá. Então, ele tinha muito terreno grande assim. Não tinha só esse aí não. Era diversos terrenos grandes que ele tinha.
Quando saiu o assentamento, o pessoal assentado era aqui da comunidade mesmo? É. Ou veio gente de fora?
Não, era gente só daqui mesmo. Nesse nosso aqui agora, eh depois de eu de eu sair da presidência, foi que veio muita gente de fora. Está muito desorganizado aqui o o assentamento. Já tem fazendeiro lá, já tem comerciante, já tem madeireiro. É? Porque Porque a área, a melhor área mesmo desse assentamento aqui, ela eh ela não foi demarcada. E aí entrou gente de fora para aí. Tem gaúcho para ir, tem goiano, tem... Tem várias raças de gente, cearense, maranhense.
Entendi. E aí ah, o senhor foi começou o movimento ou não? Já tinha uma coisa que... Que começou a impressionar você e atraiu os outros ou... Ou tinha já uma pessoa que queria fazer isso?
Olha, para começar isso aí... já tinha de uma pessoa, eh que era o Salomão né, que era presidente eh do sindicato nessa época eh. Foi ele que começou a puxar essa essa luta para nós né. Hum Eu já eh já entrei da associação para cá, já do assentamento.
Mas quando você voltou para cá casado, ele já esse esse cara já estava aí? Essa pessoa que tinha essa terra já estava aí? Com essas terras?
Já, já estava. E ah aí era muito velho aí eh. E aí demarcaram lá. Lá eh Lá demarcaram toda a área já do assentamento né. Ah Aqui que falta terminar.
Mas foi aí foi tudo pelo INCRA?
É, pelo INCRA já.
E aí foi pela primeira comunidade daqui a ser assentada ou não? Ou tem mais comunidades já que foram assen tiveram assentamento como esse?
Não, primeiro foi aqui. Primeiro foi aqui. Depois, agora, foi lá para o rio já. Eu acho que do ano errado para cá.
E essa associação funcionava de alguma sede, algum lugar? A gente <laughs> Ou se juntava, assim?
A gente se juntava lá no sindicato mesmo. Eh eles adoaram para nós lá a sede lá e lá nós se reunia lá para conversar. Sindicato em Juruti? É, fazer documentos. Inclusive ela é legalizada, né? Eh Tem estatuto, tem tudo, tem... Cê ene bem forte nessa época né.
E as pessoas que foram assentadas eh estão produzindo?
Olha, pouca gente. Eh Pouca gente eu acho, não não sei o que acontece, mas eu acho que é incentivo da prefeitura que não tem, do município. Porque o caboclo, ele não pode ir ir para lá, para um... Lá para um lá para um desse, sem nada, né, meu patrão? Ele tem que ter, pelo menos, ter onde ele dormir né. Eu acho que tem que ter incentivo, né, para o cara ir lá. Tem que uh ir lá, Técnico lá, assim como vocês estão aqui agora. Ir lá ensinar o caboclo, olha faz assim, assim, planta assim, dessa maneira eh. Mas não, eh não existe isso aqui. E aí o caboclo fica... desestimulado. A nossa feira daqui, é a pior feira que tem, é a nossa aqui. Não tem nada, não. Você vai lá, não tem nada, nada, nada, nada. Então eu acho que... Aqui falta o município para in assim para inverter mesmo na na agricultura né.
E as pessoas que que foram assentadas, elas não tinham estavam sem estavam sem
sem terra? Estavam morando... É, estavam sem terra. É. Inclusive eu não tenho terreno meu mesmo. É Eu estou aqui esse terreno, mas é da minha família. Não está nem no meu nome aqui, está no nome da minha mãe ainda. que eu que eu ia conseguir eh conseguir um terreno mas eu pensei que eles vinham logo para demarcar tudo para dizer, olha, isso aqui é teu e aí quando eles não demarcaram mais aí fui entrar no pessoas para lá e aí fui assim como entrou bom, entrou ruim né aí ficava um terreno do outro lado e aí queriam se matar para lá e era aquele negó negócio tudo e aí eu eu não fui para lá não porque eu queria viver mais um tempo Não vou não para lá mais. E Acabou que até hoje eles não demarcaram e aí invadiram tudo eh por lá. Eh e E eu não tenho ainda terreno meu mesmo. Teve
Teve conflito assim, morte, essas coisas? Não
Morte não. Não, agora conflito de de de briga já tive. Inclusive eu Eu fui defender ah uns dois lá, assim. Assim, em conflito de terra, né? E lá, para gente tentar conversar, e ta ta ta, para dividir. a, olha, daqui para, não mexe com o cara, deixa o cara trabalhar aí, está aí, precisa. Eu fui diversas vezes fazer isso, né? <laughs> Agora, morte assim, não.
Mas você se envolveu em briga já, assim? Briga mesmo? Não
Ou era só briga verbal? Eh Não, briga mesmo não. Tive, assim, só discussão.
E o e o pessoal, os grileiros, madeireiros, como é que é estar assim nessa região?
Olha... Madeireiros estão aí, se eu me eh... Eu até acho assim que o Ibama... Eu não sei o que que eles fazem, né? Porque... Se denuncia para lá, rapaz, e não... Não não vem, não vem, né? A gente pede para virem fiscalizar, não aparece ninguém. Os caras continuam por invadir os lotes, con eh continuam a tirar madeira, Não tem para quem apelar aqui.
Mas com o assentamento isso não melhorou nada?
Olha... Por uma parte melhorou, né?

Pelo menos para as casas, né? Quem já mora nelas, é... <laughs> Foi melhor, né? Eh É... É, por exemplo... Empréstimo de banco Tem como você ir, eh tirar o dinheiro para emprestar e tal, mas o que eu acho mesmo que falta mesmo eh é incentivo mesmo. É assim, técnico eh aí. Para ir lá para o campo, ir para ensinar o caboclo, mandar o caboclo ah. <laughs> Porque o caboclo tem vezes que ele evadiu também, rapaz.

Eu acho que é isso que falta.
Mas eu digo no e no sentido assim das pessoas que estão morando já nas casas sentadas, eles têm como defender a terra contra madeireiros? Ou não? Não tem como.
Olha, não tem como.
Não tem como porque eh porque os os os caras que que estão lá tirando eh tirando madeira, madeireiro é bicho feio. Ele manda matar, ele manda... O cara tem medo. Ele não vai lá. A associação que podia denunciar, fazer denúncia, ela está muito quieta agora. O homem que está lá tem medo. E aí, ele não faz um documento porque tem medo, ele não faz um uma denúncia porque tem medo. E aí, é o ãh é o que os caras querem. Eh É frouxura que eles querem. E aí os caras estão tirando. Estão tirando a madeira. Então, é eh... Tiram madeira, vende em lote para outro lá. Está bagunçado lá. É. Eu acho que para melhorar, deveria vir a Polícia Federal aí para eh... Para ver quem é quem eh. Quem quem é que tem o direito na terra mesmo. Quem é trabalhador rural eh. Mas sem que isso aí... Está difícil aí. Está difícil porque ninguém ninguém vai meter a cara lá para para levar um tiro, né? E aí fica difícil.
Queria voltar, falar um pouco do seu ca do teu casamento. Quantos filhos você tem? Tenho oito.

É. Tive nove, morreu uma.
São quantos meninos, quantas meninas?
Cinco.
Cinco meninos.
Cinco meninos homem.
E qual é a idade deles, mais mais ou menos? Qual é o mais velho?
O mais velho tem... vinte e sete anos, né? <laughs> Eu não sei a idade dos filhos.
E o mais novo tem?
É trinta e um A mais velha.
E a mais novinha?
Tem uma com... É doze. É o último.
O que que a mais velha faz?
Ela trabalha para Manaus. Trabalha numa lá numa empresa lá.
E eles conseguiram estudar não?
Não. Ela estudou porque ela se girou para lá. Trabalhava e ia para estudar. Tudo isso ia para estudar mais um bocadinho. Já tive mais facilidade, né? Tem esse aí que está estudando. Vai lá para cidade. Qual
Para Juruti? É, para Juruti. Ali é o mais perto para estudar, é é Juruti? É
É Juruti. Eh
Aqui na comunidade tem até oitavo?

Tem um colégio. É. E aí depois eles vão seguir?
É, já agora deste ano já que já funcionou aí. É que não tinha nada aí. Então a dificuldade aqui eh eh era grande por isso, né?
E eles aju ajudaram você na roça?
Eles ajudam aqui. Estão trabalhando hoje as cercas aí hoje. Aí vão estudar.
E o que que que acha que eles vão eles vão seguir de carreira? Vão ficar aqui na roça ou eles querem se comprar outro lugar? Olhe
Esse esse aí está dizendo que ele ele quer ir para a marinha. É o sonho dele,
Tinha um movimento limi militar forte aqui, não tinha? Quando eu era eh menor aqui na Amazônia? Tinha muito militar aqui, né? Eu não lembro. É? Não E japonês também? Os japoneses que vieram para cá. <laughs>
Japonês tinha muito. Tinha muito japonês. Inclusive, foi eles que trouxeram para cá a juta. Você nunca plantou juta, Plantei muita juta. Plantei muito. Até ano passado ainda plantei.
É. Mas por que parou? Ãh? Por que você parou de plantar?
Por causa do preço. E o povo também hoje não não se dedica mais. Não Não sabe trabalhar mais nela. Aí você paga uma diária para um para um parceiro e não compensa mais o... O dinheiro que que dá para ele, né? E a juta, ela depende de pessoa para trabalhar né. Ela amolece e aí tem que tirar ela na na na época boa, né? Que ela está segura, que ela não está podre. E E aí tem que pagar a gente. E aí se não compensa, não adianta fazer mais.
No auge da juta você plantava ela? Naquele auge da juta É, eu plantava. Mas nunca foi a sua maior plantação assim ou ou foi?
Olha, eu fazia muito. É? Muito. É. Aliás, tem até ainda um uns objetos comprados com a com a juta. Porque ela dava muito dinheiro.
E agora? Qual é a sua plantação agora?
Agora é só roça mesmo e <laughs> e só. Ninguém faz mais outra coisa né
E o gado? É. Você tem quanto quanto quanto de gado aqui?
Tem sessenta aí só. Só mesmo para ir.
Eles ficam onde?
Eles ficam aqui
Norbertino, queria perguntar para você qual qual é, eh assim, para o futuro o seu sonho?
Olha, o que se se espera é que... que o gado aumente mais, né? Que a gente fique... Aí os filhos eh... estão todos homens já. Estão estudando. Só que com mais um dia, eu acho que não é mais... eh levar aquela vida, assim... muito aperreada não, Porque não adianta. Só tem as coisas aquele que Deus determinou para ter. Aquele que não tem não adianta. Eh Trabalhar muito que não que não consegue. Eu já trabalhei muito. E eu só tenho aquilo que Deus determinou para ter. Então eu já decidi que eh se preocupar muito não adianta. Daqui eu já estou com Se a morte não chegar, eu vou me aposentar e vou ficar no meu canto aqui mesmo né que. Dizer que eu ainda vou ter muita coisa, vou trabalhar muito ainda, eu não penso mais nisso não. Eu sei que de quarenta anos para diante, o caboclo já já sente maior dificuldade. Em tudo. Já não é aquele mais De trinta anos, vinte anos que ele agarrava, fazia, quebrava, batia. Então eu reconhecendo isso, eu tenho dito que na hora que eu me aposentar eu vou ficar só é mesmo só vivendo já. Ia fazendo, ia o gado né, dando assistência. E dizer que eu ainda vou é trabalhar muito na roça sem se preocupar. Eu sei que não adianta mais.
Bom, eh o que que você achou de falar um pouco com a gente? Qual foi a sua... Como é que foi você contar para gente um pouco da sua história? O senhor gostou, não Como é que foi?
É, foi bom que a gente lembra assim um pouco, né? Do que já passou da. Da dificuldade que nós passamos antes, né? Que foi muito difícil para nós, né? A vida, né? Hoje está eh... Está melhor, não está boa boa, mas está melhor, né?

Já não trabalha assim muito demais, né? Eh Já tenho o que comer todo dia. Naquela época mesmo, como eu eh como eu disse, que tinha muito peixe, mas nem todo dia a gente comia bem eh. Então hoje eu acho que está melhor. Foi bom a gente ir assim... passar por essa conversa né que a gente tinha para se lembrou do que já já se passou, a dificuldade né que a gente já tive, né? Está bom.